Márcia Soares

no estado Bahia, uma cidad chamada barra mais. A data do seu Altino, não lembro do sobrenome todo. Eu não lembro mais, assim, um pouco de meus
avós não. Uhum. Isso que você falou, Altino é tudo da parte do seu pai? Era
É o pai da minha mãe.

Eles são falecidos. Entendi. Você se recorda da atividade dos seus
Sim, meu pai tem dois anos que faleceu, uhum, na praia, eles moram na praia.
E ele fazia o quê?
Meu pai traba era lavrador, ele trabalhava em fazendas.
E a sua mãe? Minha mãe
era dona de casa.
E você tem irmãos? Tenho. Qual o nome, eu

O... O Laércio, o Ardalho, que mora em Goiás. Tenho o Dalmi e o Adelino. E as mulheres são eu, Márcia, eh, Maura, Avani e Laudi.
No total são quantas?
Nove. Nove.
Família grande, né? É. Queria falar um pouquinho sobre a sua infância.
Não tive.
Você não teve
Não Não sabe?

Fala um pouco da casa que você morava.
Da minha casa, dos meus pais? Isso. Bom, da casa dos meus pais eu saí muito cedo, porque o meu pai, logo assim em seguida, eu fiquei com muita trauma quando eu vi a minha mãe querer tomar
Que ela brigava muito com o seu pai?
O meu pai sempre discutia. Então eu não tive infância. Desconheço. Posso conseguir. Quando também eu tenho trauma, tinha, ainda relembro como se fosse hoje, quando meu irmão nasceu né, o que mora aí na Praia Grande. Quando a minha mãe, aquele tempo eu era mais pequena, acho que eu tinha, ia fazer nove anos, a minha mãe me colocou para dormir com meu pai e ele tentou me usar. Então aí, foi o pior trauma da minha vida. Você vê, eu chegava na praia grande, olhava para meu pai como se fosse aquele dia, tivesse acontecendo aquilo.
Você tinha nove
Eu ia fazer nove anos. E eu não consegui esquecer.
Depois disso, tudo mudou?
Depois disso, mudou.
Como é que era a relação com seu pai?
Bom, como pai, eu sempre tive carinho e respeito, mas aquilo não podia, não saía da minha mente. Ele como meu pai, né? Então, eu não tive infância. Hoje eu ensino meus filhos a ter, apesar de ser adulto, né? Eu ensino com bom estudo, tudo, carinho. Essa era a minha vida que eu tive quando eu era mais pequena.
E você lembra da sua casa na Bahia? Como é que era? Lembro, acho

ainda, essa casa ainda ia
Ainda tem ela lá. Fala um pouquinho para a gente como era.
Como era dentro de casa, família? Sim, então, meu pai, ele ainda brigava muito com a minha mãe, que mais ou menos o pessoal do norte tem muitas pessoas violenta. E meu pai era desse Ele era assim, às vezes brigava com meus irmãos, até comigo. Eu saí cedo de casa para São Paulo. Eu cheguei em setenta e quatro aqui e não tive muito contato com eles. Qie cheguei a morar com a tia, essa minha tia também, ela judiava muito de mim também, judiava bastante. Então, crescia mais um trauma na minha vida.
E você não tem lembranças boas lá da

Alguma coisinha?
Algumas coisinha. Eu não tenho muito, eu não fui criada assim realmente com meus irmãos, porque eu saí cedo de casa. Mas me relembro muito bem, a gente Ainda existe a nossa casa, uma casa boa. Tinha um pouco de conforto, mas não tanto como hoje eu tenho aqui em São Paulo. É diferente. E, aquele tempo, meu pai não deixava ninguém estudar. Era para para trabalhar, ir para a roça, trabalhar. Era assim a nossa vida. Então, meus irmãos chegou, vinham para Santos estudar, ir na Santos, aí Praia Grande, né? E eu não tive a oportunidade porque eu fui para casa de família. E hoje eu sinto falta de tudo isso.
E a cidade, lá na Bahia, o que que você lembra? Como era a cidade?
Bom, eu lembro porque tem uns dois anos que eu voltei a passear lá, né? Mas no meu tempo era a cidade era boa, calma, mas hoje já não é como aqui em São Paulo, mesma coisa.
Então, você falou que você não podia estudar, né?
Não, meu pai não deixava nenhum estudar.
E aí você não chegou, então, a não frequentar a escola?

Então, fala um pouquinho dessa sua saída da sua casa. Você falou que saiu cedo de
Saí cedo. Eu saí muito cedo, fui morar com a prima, numa cidade chamada Contendas. Dessa cidade... Onde fica? Fica no estado da Bahia. Dessa cidade, o meu pai me trouxe de lá para morar na cidade de Brumado, com essa minha tia. Ali eu era muito judiada, muito, muito, muito. Era mais um trauma que eu tinha na minha vida, que ali minha tia judiava, fazia eu lavar roupa sem eu aguentar. E quando eu chegava em casa, que tirava aquela bacia de roupa da minha cabeça, o sangue descia do nariz, né? Era mais um trauma na minha vida. E continuou assim.
E quanto tempo você morou com essa sua tia?
Nove anos.

Nove Eu morei nove anos com ela. Nove anos de sofrimento.
E de lá você saiu? Você veio para São
Quando eu estava no estado da Bahia, hm, na cidade de Brumada, minha tia foi daqui de São Paulo e ela me trouxe. Já tinha um emprego para mim aqui em Pinheiros, numa casa de família. Foi a onde eu fui trabalhar e ali também a mulher judiava de mim bastante; Então foi essa sua Não, essa é a tia Lourdes, é outra tia que já morava aqui há muitos anos. Aí um dia meu tio passou e falou, Marcia, vamos para a minha casa. Aí eu vim morar em Osasco com eles. Fui trabalhar numa pensão, ali eu conheci um rapaz muito bobinha. Fiquei grávida, essa minha filha hoje tem Ela está com trinta anos e eu nunca mais vi. Aí eu fui trabalhar para poder criar ela. Até eu conheci esse que é o pai dos outros dois filhos.
Entendi.
Entendeu?
Então vamos voltar um pouco para você contar direito essa história. Hm. Quando você veio para São Paulo, quantos anos você
Quando eu vim para São Paulo, eu ia completar treze anos.
treze anos? É. E aí você já começou a trabalhar
Já comecei a trabalhar.
Nessa Em Pinheiros. em pinheiros. Como é, conta um pouquinho para a gente como é que foi isso, essa sua chegada para São Paulo, essa mudança da Bahia para São Paulo.
Quando eu cheguei em São Paulo, a primeira noite eu dormi na casa que a minha tia trabalhava, né? No outro dia eu fui trabalhar, depois viajamos para Campos do Jordão, eu junto com ela. Ali, dali a gente viemos de lá e foram para Santos. Ficamos em Santos. De Santos ela me colocou para limpar o apartamento, o vidro, e eu como não sabia, e eu sentei, né? Lá no quarto andar. Aí eu senti tonta. Quando eu ia caindo para trás, eu pulei para frente. Ali foi mais um trauma na minha vida. Falei, mas até onde eu quero chegar com isso? Aí eu não fiquei com ela, ela começou a judiar de mim também. Eu era muito Era muito jovem, muito nova, mas sempre eu tinha vontade de trabalhar, aprender, o que a minha mãe não ensinou, assim, eu sempre quis aprender nas casas de família. E aí foi aonde um dia esse meu tio passou, aí em Pinheiros, onde eu trabalhava, e ele me levou embora para a casa deles, em Osasco. Ali eu morei cinco anos, mais cinco de sofrimento. Falei, não tem mais saída. Mas eu sempre colocava tudo aquilo nas mãos de Deus, que um dia eu ia vencer.

trabalha

Foi cinco anos de sofrimento também, porque os filhos dela judiavam da minha filha, né? Quando ela tinha, tinha não tem cabelo grande, eles puxavam o cabelo dela. Muitas vezes chegava do trabalho, ia dormir sem comer. Ali eu fui ficando doente, doente, até um dia eu fiquei internada. E ali começou. Tudo tudo jovem. Eu nunca tive infância. Nunca eu Nunca tive uma amiga assim, menina, para a gente se conversar.
Sempre a minha vida foi essa. Com quantos anos você teve a sua primeira filha?
com vinte anos. Com vinte anos. Eu fiz cinquenta

e ela vai fazer trinta e um
anos mês que vem. E você conheceu
Numa pensão onde eu trabalhava.
E você namorou com ele? É...
A gente passou a ser muito amigos e eu era muito bobinha e ele usava droga e eu não sabia. Um dia ele me levou um passeio na cidade. Nesse passeio ele me levou em um hotel. Quando chegou o porteiro não queria que eu subisse, ele assinou por mim. E lá ele aproveitou de mim. É difícil falar isso, porque as pessoas lá fora não acreditam. Mas eu quero dar a minha entrevista certa do que eu passei. Sem vergonha, porque eu vou falar tudo, né? Tem que falar. Eu passei por tudo isso.
Então hoje
sobre isso... É, hoje eu sou uma pessoa que... Me perguntam o que é uma infância na... Não sei... De jeito nenhum.
Depois disso a sua filha nasceu?
Depois disso a minha filha nasceu, eu vim trabalhar na cidade, limpeza, em apartamento, e ela ficava com a minha tia. Só que ali ele judiava muito, porque eu já estava morando ali, e com a minha filha pequena. E aí, até um dia, minha tia falou assim, Marcia, vamos num salão para você distrair, você só só trabalha. E minha tia me levou num salão. Eu fui num salão de baile, lá eu conheci esse que é o pai dos meus filho. Mas o maior trauma na minha vida. Bebia, fumava... E gastava muito com jogo. E hoje ainda cuido dele separado há vinte anos. Porque hoje ele ficou deficiente, a perna ocultada, muito doente. Hoje mesmo para mim vir para cá, eu fiz almoço e deixei para ele. Ainda tem esse coração para cuidar. Com muito carinho, e não é nada meu. Mas tem que fazer isso.
E você teve dois filhos com ele?
Três, um faleceu, três, é eu tenho o Marcelo com vinte e três anos, eu tenho a Águeda com vinte anos, que somos filho dele, e a Andréia que é só no nome dele, mas é minha filha, a Andréia. O Márcio faleceu e ficou os dois, a Águida e Marcelo. Todos os dois trabalha. Então, quando o Marcelo começava a brincar, eu não deixava ele brincar. Eu falava, ele não vai ser como o pai dele. Eu tinha um mercado perto da minha casa, eu coloquei o Marcelo para trabalhar. Ele reclamava, mãe, por quê? E eu falei, porque você vai crescer assim, já vem de pequeno, você vai vai ter o que eu não tive. Então, o Marcelo hoje, ele é metalúrgico, Falta dois anos para ele terminar a faculdade. Sempre eu levei meus filhos para a escola, sempre, porque eu não tive, sempre eu oriento meus filhos. Meus filhos todos são, estudou, estudam, todos têm um bom estudo. Marcelo, principalmente, é meu único filho. Marcelo.
E e vocês chegaram a morar
Com o pai?

Moramos. E onde é que era?

mesmo. Ah, lá em É. Morei, criei eles em tudo aqui em E hoje o Marcelo está um rapazão. Igual eles dois aí.
mesmo... Conta um pouquinho dessa... Quando seus filhos eram crianças.
Desde... O que eu sempre eu digo, o que que a minha mãe e meu pai não deu para mim, eu sempre eu dou para os meus filhos. Desde pequenininho. Eu criei eles muito bem, ensinando como que era, como deixava de ser. Participando da na escola, como que eles estava. Assim eu criei meus filho. hoje meus filhos... São meus amores, são o meu maior testemunho dentro de casa.
E as meninas, elas trabalham?
Trabalha. A Águida trabalha no Alphaville, a Andréia trabalha na cidade e o Marcelo trabalha em Osasco. E está estudando administração de empresa, o
Deixa eu pegar aqui a sua... ações. Aqui tem uma passagem, você chegou a ficar doente?
Fiquei, eu era muito enferma.
Fala sobre isso
Quando eu morava com a minha tia, às vezes eu trabalhava na cidade. Eu almoçava lá, mas não jantava. Tomava muita friagem porque eu não tinha blusa. E ali eu fiquei muito enferma. E eu comecei com bronquite asmática. E ali eu fui ficando doente, cada vez mais, com várias doença. Eu tive uma vez, no pronto-socorro de Osasco, presa com a... Como se eu estivesse Entendeu? Porque eu não sei o que que deu em mim. Quando eu me acordei, eu estava na u tê i. Eu só vi quando eu estava toda amarrada numa marca. E... eu não tinha saúde. A minha ficha que eu passava cedo era a mesma da noite. Eu desejava morte toda hora, só que hoje não. Hoje eu me arrependo, porque a morte não deve ser tão boa. Eu era muito doente. Eu esquecia das coisa. Eu ia fazer uma comida, eu colocava açúcar no lugar do sal. Não eh, lembrava de nada. Eu chegava assim, eu deitava no sofá, amanhecia o dia. Ali eu dormia naquele sofá sem tomar banho. E a minha vida era muito triste. E eu sofri muito com isso. O trauma de não ter um estudo. O trauma do pai o trauma do maltrato, tudo isso. Minha vida era só chorar. Então, e eu era muito doente, eu tinha muita, eu tinha va várias doenças, eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha muita, não parava nada no meu estômago. Eu era muito enferma e eu cheguei a ficar com quarenta quilos, eu já sou magrinha, e com quarenta quilos, ver aonde estava. Eu tinha várias doenças, dores, falta de ar, bronquite asmática, esquecia de todas as coisas. Eu trabalhava com a doutora Eva em Osasco, ela mandava, Marcia, faz assim, mas você não vai esquecer. Aí eu ia fazer a comida, e pegava o sal no lugar, o açúcar no lugar do sal. E aí ela dizia, Marcia, por que você está fazendo isso? Eu não vou te deixar você só. E eu estava com um problema no coração. Eu estava com a veia do coração entupida. Tinha muito cansaço e medo de morrer e deixar meus filhos. E ali, eu tinha várias doenças quando eu conheci o irmão Antônio e saí. Aí chegou um dia que eu ia do serviço, eu ia andar, eu dormia, quantas vezes o carro quase me pegava, eu não sentia. Aí quando foi um dia, eu fui chegando assim, eu falei, ah, já não aguento mais. Uma vez eu tentei me jogar no na ponte do rio Tietê, porque eu não queria mais viver. Eu e a minha filha pequena, a Andrea era pequena.
O que que aconteceu?
no mesmo instante, eu falei, não, tem muita coisas boa para frente. Deus vai me ouvir um dia. Então, dessas vezes que eu fiquei muito doente, eu fiquei internada. Eu fiquei internada em Osasco, de Osasco para a cidade. Eu fui desenganada do pronto-socorro de Osasco. Eu fui desenga desenganada do Cruzeiro do Sul, das damas, das clínicas, da Usp o doutor Gaspar, que é o melhor médico que cuidava de mim. Eu fui desenganada de todos eles.
Você passou por todos esses
Todo. Quando a gente é desenganada da Usp, O que mais? Mas sempre eu tinha fé em Deus. Aí quando foi um dia, eu ia do trabalho e e cansada, eu orei a Deus, Senhor, Se o Senhor estiver me ouvindo, tenha de misericórdia em mim. Coloca na minha frente, que os teus anjos venham colocar na minha frente. Um servo que seja fiel a ti, Senhor. Na outra esquina eu encontrei o irmão Antônio. Esse que está aí. Perguntei para ele, você le, vinha com a Bíblia. Perguntei, você está indo para a igreja? Eu falei para ele, moço, você está indo para a igreja? Você é crente? Ele disse sim. Falei, ora por mim. Ele disse assim...

Você acredita na saúde pela natureza? Que as ervas, os remédios, né? É a A onde ele começou a dar palestra de saúde para mim. Eu comecei a aprender a se alimentar com aveias, frutas, verduras, deixando mais o feijão de lado.

Eu fui ficando boa com oito dias, fui desenganada também da, esqueci. E ali com oito dias eu não estava com mais problema no coração. Quando eu passei no médico da, ele perguntou, o que que você fez? Eu respondi para ele, Jesus me curou. E por isso que eu já estou aqui dando o meu depoimento, e acho que hoje eu vou sair daqui mais feliz do mundo. E hoje eu me sinto com muita saúde. Eu ando muito, faço trabalho em minha casa. É grande, eu faço trabalho fora também. Faz quanto tempo que você conhece o Antônio? Quatro anos. Quatro anos. É. Quatro ano. Recuperei.
Fala um pouquinho sobre esse período aí, desde que você conheceu o Antônio mais detalhadamente.
Então, eu conheci o Antônio nesse dia que ele vinha para a igreja, que a igreja adventista tem o pôr do sol, que é de sexta para sábado, né? Em oração. E ele vinha bem rápido, ele falou, dá o seu telefone e eu vou na sua casa. Aí ele começou a dar palestra saúde para mim. Eu fui obedecendo, com oito dias eu estava Aí foi onde eu vim, um dia eu pedi para ele, deixa eu ir, você pode deixar eu fazer uma visita na sua igreja? Ele falou, posso, aí pode ir, aí eu disse para ele, e a sua esposa não vai achar ruim? Não, eu não tenho esposa, ele é separado né, nunca casaram e é separado. Aí eu conheci a igreja Adventista. Com ele me levou e eu fui com ele aí. Eu passei a conhecer a Igreja Adventista. Hoje a minha vida é só benção. Felicidade que eu nunca tive.

O que eu nunca tive, hoje eu tenho na presença de Deus.
E nesses quatro anos, o que mais mudou na sua

Hoje eu sou alegre. Sou feliz. Sei como eu me alimentar. Cuido da minha saúde. Hoje eu sou muito feliz. Muito, muito. Durmo, o qu eu não dormia antigamente. E hoje eu sou muito feliz. Depois que eu conheci a Igreja Adventista. Você já ouviu falar, né? Então... Você mora com os seus Eu moro com meus filho. Eu moro com o Marcelo, a Águida, a Andréa e o pai deles, que a gente cuidamos dele. Fica em cima de uma cama, né? Ele não levanta dali. Então, hoje eu moro na minha casa com meus filho.
do seu trabalho, você começou a trabalhar... tão cedo.

Vamos. Fala
um pouquinho para mim. Você começou a trabalhar, você tinha treze anos?
Não, antes. Antes eu já Lá na Bahia? É. Antes eu trabalhava, meu pai levava todos nós para trabalhar no Mas... Nós trabalhava com lavoura de feijão, arroz e café.
Você e seus
Eu e meus

Cara, às vezes a gente não queria fazer aquilo, mas eu saí mais cedo também de minha casa porque eu queria outra coisa melhor, não aquele trabalho, né? E aí meus irmão foi vindo embora para a praia, aí eu vim em seguida e eu vim também. Aí vieram todo mundo. Hoje eu tenho só uma lá que é enfermeira, ela mora lá num na cidade de Brumado. Muitos deles é eles estudaram, já eu não.
Quando você veio para São Paulo, você já estava trabalhando?
Já, eu já vim para trabalhar.
E aí você não quis estudar?
Não tinha oportunidade, a mulher não deixava estudar. Mesmo o Antônio, de vez em quando ele me dá uma ajuda. Uma ajuda assim, eu vou tentando fazer o meu nome. Aí meu filho falou, mãe, o ano que vem você vai procurar uma escola para você estudar. É até meu sonho. Aí às vezes eu falo falo assim, aí eu estou muito velha para estudar, mas nunca é nunca é tarde. Ele fala para mim, nunca é tarde, mãe. Então minha vida foi essa.
E você vai voltar a estudar?

Nunca estudei. É... voltar.
<laughs> Voltar não, né?

começar.
Então... Você queria falar mais alguma coisa? Que eu não que eu não comentei aqui?
Acho que você comentou tudo que está escrito aí, não? Acho que
Você lembra o que que você fez com o seu primeiro salário?
Lembro.

Comprei roupa para mim, hm, do primeiro, que era bem pouquinho naquele tempo. Eu comprei roupa, comprei um relógio. Quando eu saí, minha patroa ficou com raiva e tomou de mim. Aí falou, não vou deixar você levar o relógio, mas é meu. Aí, como é aquele tempo, eu não ligava, né. Não é que não ligava. Eu A gente, quando chega... Agora não, mas antigamente, quando chegava do norte para cá, a gente quase não conhecia nada. Nadinha. Hoje não, hoje é diferente.
Você estranhou muito quando você veio para cá? Bastante. O que que você sentiu mais
Mais era a saudade da minha mãe. Mas aí eu fui acostumando. Aí, em seguida, veio minha mãe e todo mundo morar na praia. A minha mãe, ela tem nove anos, que ela faleceu com infarto, e estava muito calor na praia. Meu pai tem... vai fazer dois anos, agora em dezembro.
E o que que você sentiu mais de diferença em relação aqui à cidade de São Paulo e lá a cidadezinha que você
Ah, São Paulo, com certeza. Tem mais conforto, né? As pessoas são diferente. A gente pode ter uma casa melhor para morar, um móvel melhor.
E o que que você achou das pessoas, dos
Muito boas. São pessoas boas.
E as dificuldades que você teve quando você veio para São Paulo? É e eu
É uma coisa que que eu passei. Às vezes eu nem quero relembrar. Que Eu passei fome, muita fome aqui em São Paulo. Eu morava com a minha tia, mas eles almoçava. E à noite eu chegava eu não tinha janta. Então, ali eu fui ficando doente. Aí começou a ficar internada por causa de fraqueza. Era o pior para mim.
Isso foi muito difícil, né?
Muito difícil. Fui morar num cômodo sozinha com a minha filha, né? Aí... Era um num quintal onde teve um assalto também. Mais outro. Falei, não. Deus tem que ter de misericórdia de mim. Eu não quero viver minha vida assim. Hoje hoje eu me sinto muito feliz. Sinto muito bem, adianto as pessoas. Antigamente, eu fechava todas as janelas para não ver ninguém. Hoje, eu já levanto, já vou lá na garagem, já passo a mão no carro do meu filho e falo, ai, que rua hoje povo, está tudo Hoje eu sou muito feliz. Muitas das traumas eu tive que orar muito a Deus para mim esquecer.
Você sempre trabalhou
Eu trabalhei muito assim, em casa de família, em casa de família mas hoje eu já não trabalho.
E você chegou a trabalhar em outra coisa?
Trabalhei em limpadoras na cidade. Era o serviço que eu sabia fazer. Por não ter estudo né, como eu ia, tinha vontade, mas...
Mas basicamente foi trabalhar em casa de família.
Sempre eu trabalhei.
Eu queria perguntar quais foram assim, as grandes lições que você tirou dessa trajetória da sua vida?
eu passei, né?
O que que você hoje você respira e fala, nossa, eu passei por isso, eu sou outra pessoa. Eh...
Aqueles traumas, principalmente do meu pai. Foi a coisa mais horrível da minha vida. Foi com meu pai. Mas hoje eu coloco tudo isso no esquecimento. Para mim não existe mais. Hoje eu quero só ser feliz. e mais, não olhar mais para trás do que eu passei. Então, hoje eu sei é amar as pessoas com sorriso, sei dar carinho aos meus filho. E o que eu passei foi um exemplo para mim, para mim saber criar meus filhos. Hoje Essa foi minha vida. Só que hoje eu sou feliz, tenho muita saúde. Ando bastante. Antigamente eu não andava. Muitas vezes eu levantava, minha filha me vestia e me calçava e eu não aguentava andar.

Você se recuperou?
Recuperei. E a gente, acima de tudo, a gente olhando, a gente tem um Deus que ele é de todos nós, que ele está acima de tudo. Quando a gente se apega com ele, a gente volta a ser feliz. É o que eu sou hoje. Muito feliz.
O que que você achou de dar a entrevista? No
era o meu sonho. Principalmente com vocês, que a primeira vez que eu vim aqui, eu gostei de todo mundo. Eu falei para o irmão Antônio, nossa, as meninas são muito lindas, os meninos da produção. Adorei. Não vou esquecer nunca. De jeito nenhum.
Você gostaria de falar mais alguma Comentar mais algum assunto que eu não citei? Não.
Não, você acertou tudo. Terminou, né?
Isso, acho que a gente pode encerrar já.
Já pode, sim.
Aí eu, pessoa agradece muito o seu depoimento.
Eu quero agradecer vocês pela atenção, também pelo vocês terem me aguentado essas horas todas, ter me ajudado. Então, eu quero agradecer vocês, que Deus abençoe todos vocês, que vocês venham a ser muito felizes, como eu sou.